Esse detalhe de canhoto também, esse detalhe de canhoto também tem coisas assim, né? Ela implica em situações da vida da gente, né?

Ele era um tipo de controle Aí eu cheguei lá e ele falou assim para mim, você... Nós estamos Não tem problema, mas nós vamos ter que viajar, ter que ir nas unidades, tal, né? Aí eu falei, viajar não, eu não quero viajar, eu não quero trabalhar tal porque eu, casadinho, tal, já pá, não quero viajar. Aí ele falou ah, mas tem uma área aí de ativo imobilizado, você sabe mexer nisso? Falei, sei. Falei, como é que faz imobilizado? Expliquei como é que fazia controle de imobilizado. então você está aprovado Então eu fui admitido em dez minutos.

Aí eu desci.

E falou o salário lá para mim assim Mas falou rápido, eu não tinha prestado atenção, né. O salário era bom, em relação, bem bom mesmo. Aí ele pegou e começou a procurar os documentos, tal, tal, e... mexia num monte de documentos e não resolvia a situação. Né, ele falou assim, quanto que eu falei mesmo o salário? Não estou estou lembrando como você falou aí ele pá pá aí ele falou Aí ele falou, é três mil cento e cinco ou dois mil setecentos e cinquenta, falei é três mil cento e cinco <laughs> Que pergunta, né? Aí ele colocou, Três mil cento e cinco, ótimo, eu recebi um aumento assim, né? Na verdade, eu não lembrava o número anterior, se era Aí passou mais de uma semana, tal,

O número não era três mil cento e cinco não Eu falei, mas você que tinha que saber disso, não sou eu, pô. Aí ele falou, vai ficar assim mesmo, é ótimo, né.

Ele me deu toda a relação dos documentos, aí eu saí, estava esperando o elevador. Aí de repente eu escutei um barulho, correndo assim no corredor.

É o seguinte, eu usava cavanhaque, eu usava bigodinho e cavanhaque. Aí ele pegou e falou assim, olha, tem um problema aqui.

Eu falei, então eu não vou trabalhar. Não, porque não sei o que, a imagem da empresa, não sei o que. Eu falei, infelizmente eu não vou raspar o meu bigode. É bem ralinho na época. Ah, então dá para você raspar o cavanhaque? Eu falei, dá, o cavanhaque dá. E dá para você dar uma paradinha no bigode? Eu falei Também dá. Então está legal, né. Aí, normal. Tirei a documentação, tal, e comecei a trabalhar.

Aí todo mundo começou a me conhecer e todo mundo me estranhava, né. O que esse rapaz está fazendo com o bigode? Pode ter bigode aqui. Que privilégio é esse, né. Os caras falavam, daqui uma semana você vai ter que raspar o bigode. Eu fiquei, falei, duvido que eu vou raspar esse bigode. Começou a virar uma uma birra minha, sabe? Eu não vou raspar esse bigode. Mas não aconteceu nada também. Só que o dia que eu resolvi raspar o bigode, a minha esposa não queria que eu raspasse mais o bigode. Entendeu? Porque era uma coisa assim, aleatória, assim, sabe? Eu deixava, voltava, era assim. E até hoje eu estou com esse bigode. Entendeu? Exatamente num fato, também, que aconteceu assim.

Essas coisas

Fazia interessante que eu estava assim, logo, uns dez dias que eu estava trabalhando, aí tinha uns fuzileiros navais assim, que eram aposentados assim ou destacados, e trabalhavam aí no prédio. levantavam a ficha do funcionário para ver se tinha problema, né, por causa do essas coisas assim, negócio de subversão, né.

entendeu mas

Entendeu?

não, não, aí logo depois

Que andar você trabalhava nessa época?
Trabalhava no segundo andar.

Então, a gente tinha que fazer... analisava as movimentações, tal, fazia programação. Eu não chegava a fazer programação. Nós compramos um sistema,

Então, como eu já tinha experiência de programação, então as críticas que dava, negócio de computador, preparar as planilhas, então eu que fui, fiquei encarregado disso, de preencher as planilhas e acompanhar o processamento. Aí, eh eh eh todas as documentações que nós preparávamos iam para Casas Pernambucana, onde era processado. E aí No no outro dia de manhã, chegavam todas as críticas e a gente resolvia. Eu trabalhava no segundo andar, misturado com o pessoal do sistema.
Mas deixa só eu entender, você falou que vocês não tinham computadores, é isso? Isso! Como é que vocês preparavam então esse material?

Nós planilhas, naquela época era tudo quadriculado, então você escrevia nas planilhas. Aí ia para digitadora, a digitadora digitava e saia nos cartõezinhos perfurados. Aí de madrugada eles levavam esses cartões, né, e passavam no computador. Ah... Era lido assim, que nem cédula de dinheiro. Aí lia, dava alguma crítica, algum erro, aí voltavam a listar, dizendo A gente arrumava e devolvia. A digitadora... Na outra noite não tinha tinha computador, mas tinha digitadora.
Que ajeitavam os cartões. I Isso. I Ãh...que tipo de informação que vocês processavam? Processavam a informação

Então eh, eu tinha que preencher os dados do equipamento. Então, foi assim, as as unidades mandavam as fichas dizendo qual o equipamento, o, a chapinha, não sei o que e tal. E eu transcrevia isso para para umas umas planilhas, né. E essas planilhas depois eram digitadas.

Porque era tudo manual, não tinha... Então, todo o hoje que está lá, Entendeu? Foi preenchido à mão mesmo. Então, eu participei e E fora isso, tinha o problema da inflação e correção monetária, que ela tinha que corrigir praticamente todas as demonstrações da Votorantim, né. Balanço, balancete eh... Praticamente todos os documentos tinham que ter correção monetária, né. E o nosso setor que acabou eh fazendo esse tipo de trabalho.
Os outros processamentos também da empresa eram feitos nesse computador da Pernambucanas? Era, folha de pagamento.
É, folha de pagamento e imobilizado, aham. E
E nesse trabalho que você fazia, você convivia com o

Eu via, de vez em quando, eles assim, eu via mais com os diretores, né.

Hoje ele dá aula, acho que na faculdade de Zona Leste ainda.

Mas com o doutor José, a gente só via eles assim, normalmente, mas não tinha ligação.

Porque eu fui eu fui recebendo mais atribuições, entendeu? Então eu passei, em função dessa questão da correção monetária, todas as demonstrações financeiras tinham que ter correção monetária.

Então, eu que era administrador, muita gente pensa que eu sou contador, porque todas as demonstrações de balanço eu tinha que fazer, né. Era o balanço para publicar, era demonstrações de mutação de patrimônio líquido, outro chamava doar, né, o balancete também de resultado, controle de participações acionárias. Né, então, acabei fazendo tantas dessas demonstrações, em função da questão da correção monetária, E toda vez que surgia a questão da da das infrações, problemas de infração muito altos, surgiam os planos do do governo que estavam na ativa. Então, tinha o plano do Sarney, né, a gente tinha que adaptar todos os controles para mudar uma moeda. As correções eram baseadas em o erre tê ene Aí vinha outro governo. Aí vinha o Plano Bresser, por exemplo. Era outra outra moeda, outro tipo de correção. E naquela época tinha correção também mensal, outra semestral, anual, né. Aí veio o Plano Collor, o Plano Real.

Alguém tinha que acompanhar de perto ali, como é que mudava todas as moedas, as correções, aquelas coisas, a cópia da depreciação, né, hum. E, com isso, eu acabava eh... Eu acabei ficando eh chefe do setor, na verdade, e arrumei mais uns cinco funcionários. A gente fazia balancete, correção não sei o quê, balanço. equivalência patrimonial, que é o controle de de do balanço da participação das empresas dentro da Votorantim. Então meu então, a função minha ficou horizontal.

Eu fiquei como se fosse, parecendo que eu era um contador, porque eu trabalhava diretamente com ele, que era o contador. E todas as demonstrações do contador eu acabava fazendo. Trabalhei na na nessa nessa nessa função de ativo mobilizado, demonstrações financeiras eh participações em empresas controladas, né.

Aí, chegamos lá, acabou a correção monetária. Aí já fo folgou mais um pouco a minha função. Aí eu passei a ajudar em outros processos e ajudava mais pela experiência. Ajudava o setor né com outras contas, eu procurava dar uma contribuição para melhorar os controles, tal. Aí sempre tinha alguma coisa nova, por exemplo, engenharia.

Eu sempre ficava como interlocutor, né, na área nossa de controladoria, e com isso também eu aprendia muita coisa, né, e acabava também vindo para mim muitas funções que, no fim, eu acabei sendo um assessor Eu passei a ser supervisor contábil, mas eu... mais assessor mesmo, do do contador, uhum.

Como é que era ali? eh Tinha um prédio, tinha um lanchonete, tinha um restaurante dos funcionários?

Depois foi construída a a lanchonete. Só que a lanchonete foi assim, era muito boa tal, mas só que tinha um problema sério que... Por exemplo, você podia escolher os ovos mal passado, bem passado ou médio. Você sentava lá e ficava, tinha umas moças que pediam mal passado. Aí, de repente, vinha um pouquinho bem passado. Aí era uma briga aí Aí tinha que voltar tudo para fazer do jeito que ela queria. Aí voltava, tinha pessoas que não aceitavam de jeito nenhum. Então, virava uma confusão ali na na na lanchonete, na verdade, entendeu? Principalmente com essa questão de ovos aí, né? Ninguém acertava o ponto lá Começou a gerar uma confusão lá e eu Eu mesmo já ficava nervoso, porque era absurdo. A gente já começava a brigar com os colegas já, poxa Você não pediu assim? Aí tinha moça que queria brigar mesmo com o pessoal da cozinha, sabe Então, resolveram fazer o seguinte. Vamos dar o tíquete aí para o pessoal, tal. Mas enquanto teve a a a... tinha a marmita, o pessoal trazia a marmita, e tinha outro pessoal que... que que gastava normalmente lá na... nos bares ali. Quando instituíram a lanchonete, aí todo mundo começou a usar lanchonete, né? Mas começou a surgir muita confusão, entendeu? E o pessoal começou a sentir... está quase todo mundo brigando antes de almoçar já, né? Aí resolveram acabar com a lanchonete.
Como um refeitório, refeitó

Ficava em que andar? Fica
Ficava embaixo, ali do... Entrando do lado esquerdo.
Onde hoje é a Correio. I

Ah... Então, entrando do lado esquerdo. É o Correio lá, né? Uhum. Mas era boa a lanchonete. Era gostoso.

Só que tinha essas brigas aí Você ia ficar mais nervoso do que
quando quando instalaram ah ah esse refeitório lá o senhor

E quanto tempo ela durou, o senhor sabe? Ah Não durou muito, não. Acho que durou, sei assim, chutando, um ano, dois anos. Aí veio essa questão do ticket, né, tá? Aí o pessoal achou mais fácil usar o ticket.

Tinha um tio da minha esposa que morava lá, aí ele saiu da casa, resolveu uma outra casa e resolveu alugar para mim. Aí eu fiquei morando lá, nessa nessa casa

Você falou da questão do major, desses mili dos militares e Como é que era a convivência dos funcionários Nessa havia desconfiança em relação a esse fato de
O pessoal tinha um pouco de medo do do segurança. Eu achava eles muito arrogantes, prepotentes, eu acho. Eles eh ficavam assim, ao lado do cartão de ponto, né, ostensivos, assim, sabe, olhando assim. Então, quando eu chegava, eu estava passando a mão no bigode e estava paradinho mesmo. E o cara cabeludo já já olhava bem assim, já notava. Um decótice muito generoso também já. Observaçãozinha. A gravata estava muito frouxa. Também, sabe? Então, eles faziam umas observações. Aí, logo depois, o pessoal ficava esperando o telefone tocar Até as nove horas, se ele tocasse, não tinha problema. Ficava todo mundo esperando o telefone tocar. Sempre tocava assim, olha, o seu funcionário tocava iludo, o chefe, né? O seu funcionário barbudo, entendeu? Era assim, quando vinha alguma reclamação. E aí a pessoa tinha que... ir. andando assim Nos corredores, a gente tinha medo de falar alguma coisa sobre política, sobre religião, essas coisas que eram proibidas, né. Discutia essas coisas, mas sempre dava vontade. Né, então, eles eh sempre ficavam girando lá. Então assim, o pessoal tinha um pouco de... Naquela época, tinha uma agitação política muito forte. Entendeu? Era na época da música, contestando aquele negócio do... Porque era muito... A ditadura estava muito... Aí, a gente sempre tinha vontade de discutir essas coisas e tal, mas a gente tinha que tomar cuidado, senão o pessoal achava que a gente era subversivo.
Você sabe até quando ficou esse pessoal aí na Votorantim?
Olha, eu não sei exatamente quando foi, não, mas eh... depois que foi surgindo a extensão tal , foi dissolvendo-se naturalmente, sabe? Não sei exatamente. Não, não, que eu saiba.

funcionários de outras empresas tal que prestavam serviço aí, uhum. Agora, o que que acontecia, eu lembro que aconteceu de interessante nessa fase também. Eh... Aconteceu o seguinte, que os seguranças do do... Aconteceu um fato assim, né, que... Eu saí para almoçar com o meu amigo, né, aí nós voltamos. Eh, uma e pouco, mais ou menos. Aí senti um cheiro de queimado, né. Senti um cheiro de queimado, assim, tal. Segundo andar Mas ainda nós estávamos já no setor da contabilidade. Nós tínhamos mudado da parte que trabalhava junto com o sistema, que estava na parte da contabilidade pura mesmo. Aí senti um cheiro de queimado. Aí eu falei para o meu amigo, você está sentindo um cheirinho queimado? Ele falou, não. Então se tira um pouco. Aí eu peguei e saí, fui andar no prédio, assim, no segundo andar. Aí tinha uma sessão chamada sessão de fornecedores. Aí quando eu abri a porta, assim, aquele fumaceiro, assim, dentro da do da sala, né? Aí eu cheguei, abri o armário, assim, na hora que eu abri o armário veio um fogo, assim, em cima de mim, assim, sabe? Aí eu comecei a gritar, né? Comecei gritar. Chama chama a segurança, tal, né. Aí o meu amigo desceu correndo, chamou a segurança. Só que aí ninguém sabia se onde estava extintor ou como funcionava o extintor <laughs> Virou morre. Eu falei, pô, segurança para ficar pegando no pé da gente, não adianta, né. Ninguém sabia, mas foi um maior desespero, sabe? E o fogo saindo assim pelos armários da contabilidade, né? Aí depois apareceu alguém lá e conseguiram apagar o fogo, né? Mas aí depois descobriram que foi um funcionário que tinha sido eh... estava cumprindo aviso prévio e ele jogou um palito de fósforo dentro da caixa com papel e foi embora. Aí verificaram lá, tinha um fósforo dentro da... Mas aí nós verificamos que Eh tinha que ter mais segurança mesmo na na na Aí resolveram melhorar a questão de eh extintores e assim por diante. Aí todo mundo começou a criticar, né?
Na hora de resolver o problema, ninguém sabia nem como...Né, nessas advertências, o senhor foi advertido alguma vez?
Quem, eu? É. Nunca fui. Nunca fui.

Nunca tive...

Eu sempre... A empresa era correta comigo, eu sempre fui correto com ela. Até hoje, você vê que eu estou aqui, trinta e quatro anos

Foi em noventa e três, noventa e dois, noventa e três que nos transferimos Foi feita. Foi feito um um estudo que eles achavam melhor a administração ficar próximo da produção, que era Santa Helena e Salto e tal. Mas não vi não essa conversa. Aí nós fomos para lá. E nisso aí foi feito um um análise de qual funcionário deveria ir realmente, entendeu? E eu fui um dos que foi considerado que eu tinha que ir de qualquer maneira, né. Só que eu achei que eu não deveria ir de toda maneira, entendeu? Aí, foi uma briga interessante, não ia de jeito nenhum. Nisso aí, o Sr.

Até hoje ele é diretor da né

Eu achava interessante esse pê dê vê na época, tal. E quem fosse considerado essencial lá nas funções, tal, teria que ir para Sorocaba. Só que eles dariam uma situação assim, uma condição, para você adquirir uma casa. Tinha que morar lá. E eu fui um dos que entrou nesse plano. Aí liberaram uma verba e tal.

Próximo
O o senhor aqui Morava de aluguel ou o senhor já tinha imóvel aqui?
Não, eu tinha imóvel eu eu Eu morava de aluguel a Aí, o que aconteceu?

Só que u a empresa que vendeu para ele não tinha dificuldade de negociação, de cálculo, não sei o quê, aí eles pediram para eu ajudar eles, né. Eu acabei ajudando eles lá para dar a entrada dos documentos na caixa econômica para financiar, era um tipo de um conjunto. Pelo fato de ajudar eles, eu sabia todos as os tamanhos das casas tal, e eu queria que o meu irmão comprasse uma casa do lado da casa do meu pai. Aí meu irmão resolveu não querer. comprar essa casa, aí eu falei, eu achei o esquema muito bom, então eu acabei comprando, mas não para morar, comprei só e deixei os irmãos da minha esposa ir morar lá. Aí eles foram morar lá.

Aí, eu fumava muito, entendeu? Fumava muito e tal. Fumava dois maços de cigarro por dia. Eu estava chegando no terceiro maço, né? E eu começou a surgir essa onda de ecologia, não sei o quê e tal, né? Eu ia muito lá visitar meu pai. Lá era um lugar muito florestamento, tal, muito bonito lá, gostoso e tal. E eu fumava muito e comecei a desenvolver uma consciência mais crítica, né? Puxa vida, que tão bonito aqui, tanta ecologia, não sei o quê e eu fumo que nem um louco, né? Aí eu estava já chegando no terceiro maço já, sabe? Fim de semana, estava... Aí eu conversei com a minha esposa e e na minha casa também começou a ir muita gente, assim, amigos, assim, para discutir política, filosofia, eu gostava muito de... gosto de ler filosofia, assim, né, economia, tal. Discutia muito. Fim de semana, minha casa ficava lotada de artista, com esse cara mentido de artista, né. E minha esposa começou a reclamar. Não tinha, né. A gente Nós não tínhamos mais convívio dessa maneira. Aí, prova, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma loucura.

Aí, não dei endereço para ninguém. Porque eu queria largar de fumar, era a maior angústia que eu tinha, sabe Falei, vamos para lá? Porque esse negócio de fim de semana lotava a minha casa e eu não conseguia... Tinha que fumar, sabe? Aí... Aí resolvemos, fizemos um planejamento, falamos, vamos para lá. Chegamos lá, a gente muda a vida, né. Aí fomos para lá e mudou mesmo a nossa vida, entendeu? Eu larguei de fumar, consegui largar de fumar. E me envolvi muito assim com a comunidade onde eu vivia e fomos felizes durante muitos anos lá, pelo menos uns treze anos, antes de mudar para Soro

Comprei uma casa.

E levou a família inteira para lá?
Isso.

E sua família se adaptou bem, né?
No início, não. Nos primeiros eh meses foi difícil, meus filhos. Eu tinha dois filhos adolescentes, né? Então os amigos deles eram daqui de São Paulo. Então, toda vez que eles iam para São Paulo era angústia, né? Porque eles não queriam de jeito nenhum largar os amigos. Mas é questão de tempo, eles começaram a se juntar com outro pessoal lá e hoje não tem mais problema também, né?
E como é que foi? Você está falando do ponto de vista do senhor, mas outras pessoas também que tiveram que mudar, como é que foi essa mudança?
De modo geral, foi interessante, porque o pessoal estava preparado para a mudança, de modo geral, na verdade. Pelo menos, todo mundo... É a cidade nova, né? Então, acho que é projeto de vida das pessoas. Todo mundo que mudou, que eu sei que saiu da Praça Ramos e foi para lá, mudando mesmo, eu achei que eles estavam contentes. Só que tinha um pessoal que ia todo dia e voltava de ônibus. Esse pessoal que que não achava muito agradável, né? Mas quem estava morando lá, Teve que mudar a vida também, né? A adaptação e tal. Para mim, foi muito bom.
A Votorantim tinha transporte lá para levar as pessoas para cidade?
Tinha. Ela trazia para São Paulo, levava e trazia para São Paulo. E lá na cidade também tinha um ônibus que levava para o cê a

E vocês almoçavam aonde lá?
Lá nós tínhamos um restaurante muito bom. Engordava bastante. E era ótimo.
E você sabe por que que foi desativado lá?
Lá foi desativado pelo seguinte, porque a Votorantim, ela , eh... em função dessa questão da informática, né, começou a surgir novos sistemas, reengenharias, não sei o quê

Então, a gente sabia que era um ou outro que, na verdade, comandava toda a situação da Votorantim. Aí o o a parte de produção.

E como ele morava lá em Curitiba, né, acho que ficou uma dúvida. Nós ficamos um ano. Durante o ano dois mil, nós ficamos numa angústia.

Então, nós começamos a viver uma angústia lá, né. Eu, particularmente, não, porque pelo escopo, né, do perfil, eu não não enquadrava no perfil mais para ir para Curitiba. Né, então, eu não estava preocupado, eu estava interessado em receber o pê dê vê,

Aí eu virei diretor de escola infantil. E essa escola, ela funcionou até o ano dois mil e oito. Esse ano nós resolvemos. Mas foi muito interessante isso aí. Foi uma experiência muito rica. Né mil novecentos e noventa Apesar dos amigos nossos que brincavam, porque a minha casa era grande, lá tinha uma quadra para jogar basquete, vôlei, era uma quadra multiesportiva. E com isso, eu, no fim de semana, eu trazia todo o pessoal do bairro para jogar aí em casa. Né, a gente fazia disputas gigantes, campeonatos. Então, sempre a gente fazia umas competições e chamava um vereador, prefeito, assim, era tudo amigo da gente lá. Eles vinham premiar esses jovens. Então, isso aí dava uma autoestima dos moleques lá em cima, né. Então, a gente era muito envolvido na comunidade. E como era um lugar muito novo, eh, o pessoal, assistente social da prefeitura, pediu se dava para eu organizar lá a sociedade deles, lá, a sociedade de amigos lá. Aí eu montei a sociedade de amigos de bairro, E como na época tinha um negócio chamado, acho que, tique de leite, então tinha que montar os balanços para receber esse tique de leite, da época, do governo federal <coughs> e E a sociedade dos bairros, de um modo geral, ninguém sabia fazer esses balancetes, declaração, e aí eu fiquei conhecido lá por fazer, né?

Eu comecei a fazer para todo mundo, na verdade. Todo mundo da cidade vinha, Então, eu chegava em casa, sempre tinha alguém lá no portão esperando. Da onde você é? eu sou da sociedade de amigos lá, não sei, do bairro e tal. Dá para o senhor fazer o nosso balancete? Aí, eu acabei controlando um monte de de... Acabei fazendo amizade com todo mundo lá na cidade

na cidade.

Então, esse pê dê vê você aderiu a ele, então? Aderi eh

Agora, aderi para para o pê dê vê da... para quem ia para... Eu não aderi. Eu fui obrigado, na verdade, sabe?

Me aposentei em noventa e sete, né. Mas eu estava muito ligado nos processos todos, né. E quando o controle de lá foi para Curitiba,

Aí depois que publicamos o balanço, Aí eu fiquei prestando consultoria lá em Curitiba. Eu ia assim, ficava uns quinze dias, passava, tal.

Eu tinha um lugar, porque eu trabalhava com o pessoal do setor de ativo imobilizado lá.

O cê a já tinha se desativado? tinha desa
Tinha se desativado, eu trazia serviço para a minha casa e ia para Curitiba. Até o ano

tipo de um inventário geral, né?

Aí eu fui trabalhar com ele. Aí nós fizemos esse inventário, né, até Aí, eh o que aconteceu?

Aí, como ela vendeu em Itapevi, ela teve que transferir toda aquela massa lá de caixa, documentação, para o cê a que estava vazio, lá em Votorantim.

Aí, esse controller, ele foi transferido para Votorantim de Metais.

Tem que resolver aquilo lá, que é um caos total. Aí, numa reunião, ele ficou... Puxa, como é que nós vamos resolver esse problema?

Falaram, não conheço ninguém lá. Ah, mas você não conhece nenhum contador, não. Não conheço ninguém lá.

Por que você não fica lá e resolve esse problema? Aí, é isso mesmo, meu, quebra o galho, não sei o quê, sabe? Aí eu, ingenuamente, falei... Tudo bem, então, já que é para resolver uma uma crise tão grave assim, né? Está bom, eu vou vou para para lá, né. Aí, já liberou, ok, está resolvido o problema. Aí, quando eu cheguei lá na na no prédio, né? Quando eu abri a porta que eu vi, nossa, eu fiquei louco, falei, não é possível eu ter aceitado uma coisa dessa. Eu troquei o luxo pelo lixo <laughs> <laughs> Na hora que eu vi aquele monte de caixa, assim, eu não conseguia entrar no prédio de tanta caixa. Aí, caixa nos banheiros, tudo, e sem luz ainda. Sei que durante um mês ali foi... Foi uma dificuldade enorme lá no primeiro mês, né? Estava tudo fechado e tal. Foi um caos total. fungos para todo lado e tal. Aí conseguimos, eu e um rapaz chamado Samuel, né, que trabalhava comigo lá, nós adaptamos lá, fomos limpando, limpando e tal. E fiquei doente pelo menos um mês de alergia. Eu não tenho alergia, mas fiquei com uma gripe que não sarava, sabe? Aí os anticorpos já me conheceram, já reconheceram todos os fungos, né? Aí, tranquilo.
Nessa...Quando você chegou lá no cê a, que levou esse susto, né? é.
É. Aí, depois, nós fomos arrumando e tal. Então, as pessoas que iam nos visitar, eu ficava com dó deles, porque não tinha erro. Todo mundo que foi nos visitar no início, ficava doente. Aí, fomos arrumando e tal. e fizemos umas uma triagem de documentação voltada para a questão eh contábil, jurídica, né. Aí começou a surgir muito documento histórico, né. Foi aí que eu falei, poxa, eu vim aqui para ver um negócio e começaram a surgir outras questões de história. Aí eu liguei para a Inês, falando da situação, Aí, logo depois, comecei com a Tânia também sobre essa situação, tal. Aí, o pessoal ficou, olha, tem que mudar o escopo aí do projeto, tem que dar mais atenção para a questão histórica também. Aí, começou a surgir coisas interessantíssimas. Como eu gostava muito de ler história e tinha lido o livro, a obra do Dr. José, eu conseguia amarrar muitos fatos. E aí começou a surgir, né? Um monte de documentação. O primeiro que surgiu assim, que assustou a nós assim, foi o Banco União, né?

E toda letra gótica, muito bonito, sabe? Então, eu deduzi, eu falei assim, eu vi que o livro tinha trinta páginas, mais ou menos, em branco, as primeiras em branco. Acho que ninguém nunca deu bola para esses livros, eu tenho a impressão disso. Aí eu disse assim para o Samuel, Samuel, põe todos esses livros que estão em branco, põe tudo lá naquele monte ali. Só que quando ele foi levando, caiu. Na hora que caiu assim, eu vi uma mancha escura, fui ver o que que era e foi aí que surgiu toda a cena da história. Eram importantes essas informações. Encontramos outros livros lá de mil nove Mudou assim até um pouco a expectativa do do meu trabalho lá. E começou a surgir muita coisa interessante, manuscrito do Pereira Inácio, manuscrito do Dr. José, quando ele estava escrevendo o livro, muitas fotografias, alguns objetos também interessantes. Foi isso aí, em termos de... E até hoje eu estou cuidando dessa... da parte dos dos arquivos, né? uhum. E trocando figurinha com o pessoal da memória. Agora, atualmente mesmo, eu estou num projeto de controle imobiliário.

especificamente da área de imobiliária, né.

Então, estou colaborando com eles hoje nesse

A Votorantim da área de cimentos. Só de cimentos?

O Brasil inteiro. Então, nós estamos levantando nos cartórios, criando sistema de controle de informática, né, para controlar isso aí. Para Porque eh tem muitas áreas que são rural, outra área é urbana, outra é produtiva, outra é improdutiva. Precisa cadastrar isso para efeito de controle, né.
São muitos imóveis?
Muitos imóveis. Muitos imóveis. O Brasil inteiro. Nordeste, sul.
Nesse período que o senhor estava lá, que estavam praticamente o senhor e o Samuel trabalhando, aconteceu algum fato engraçado lá?
O fato engraçado é que nós temos uns lagartos lá, enormes, que sempre entravam para visitar a gente, né. Aí Uma vez eu até lacei um, né, e começamos a andar lá. Falei, vou apresentar o cê a para você. Andamos bastante. Tal, depois soltamos ele e, de vez em quando, ele ia lá visitar a gente. Aí nós armamos, apareceu uma cadelinha muito bonitinha, né, nós criamos ela lá e tal Nós ficamos sendo os pais dessa cadelinha aí, chamava Belinha. A gente gostava demais dela, mas ela morreu, infelizmente. Deixa eu ver o que mais aí. Essas coisas assim, do dia a dia mesmo.
Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor lá tinha grêmio, tinha clube dos funcionários? É, lá no cê a
é um clube, na verdade. Tem piscina, quadra de bas bas multiesportiva, tem campo de futebol, tem essa piscina que é grande. E os funcionários frequentam lá? Frequentavam, né. Depois nós fomos

Só usam a quadra para jogar futebol de de salão, né, e alguns jogos de futebol de campo, mas é muito muito pouco usado.
O senhor chegou a frequentar o clube? É, nós jogávamos bola lá

Não, o próprio cê a
Então, mas quando ele funcionava como clube, o senhor chegou
É, frequentávamos. Nós jogávamos bola lá. Toda sexta-feira fazíamos churrasco lá. e jogava tênis de mesa, entendeu? Era muito bom para o pessoal.
Por que o clube deixou de existir você sabe?
Porque nós, como foi transferido para Curitiba, houve algumas alterações, assim, de gerenciamento, né? Então o pessoal <coughs> resolveu não gastar mais para manutenção, né? Foi se desativando.

Mas eu acho que houve um corte assim de despesa, custo, não sei o quê. E eles desativaram, né. Eles cortaram até a luz lá do... Lá não tinha luz, sem telefone, sem nada. Quando eu cheguei lá, que eu vi as caixas, né, naquela escuridão, foi uma dificuldade. Aí tive que conversar, negociar com o pessoal da fábrica colaborar para instalar luz, telefone e tal.

Agora, faz uns dois meses que conseguimos ligar o a internet lá. Porque a fibra óptica que tinha lá quebrou, né? Então, fizemos outro esquema lá de... de gambiara lá para funcionar
E, Sr.

Porque eu acho que foi rica também.

Então, o fato da Votorantim ter contratado muitos consultores também, né, muitos auditores, nessa troca de experiências assim, eu aprendi muita coisa na vida.

Sempre procurei trazer a experiência da Votorantim da comunidade, entendeu? E a própria postura, assim de, correta.

Então, sempre tive essa esse norte, assim, de comportamento. Não deu para ficar rico ainda, mas em termos de de personalidade, eu acho que foi muito importante.

Olha, eu pretendo trabalhar, eu não sei o que é trabalhar em outro lugar, na verdade, há tantos anos. Enquanto tiver projetos assim e tiver saúde, Eu continuo trabalhando, porque eh trabalhar para mim hoje não é um fardo, na verdade. Para mim, eu consegui adaptar bem o meu jeito assim Eu sou meio cientista, na verdade. Só gosto de pesquisar, gosto de analisar. Então, tendo essas coisas para mim, esses desafios, né, eu vou continuar.

Então, isso é uma coisa que você vai sempre desdobrando, assim, uhum, vai se enriquecendo sempre na realidade.
Eh, a gente está caminhando para o final do depoimento, certo, e a gente tem algumas perguntas de avaliação. Em relação à sua vida pessoal, o senhor tem ainda um son?
Olha, o meu sonho mesmo é manter a felicidade que eu sinto hoje de viver com a minha esposa e com meus filhos. Esse é o meu sonho, manter isso. Não é que eu seja um cara conservador, não. Pelo contrário. Mas o meu sonho é sempre manter isso. Porque eu li uma vez assim que ãh o somatório de toda a minha ambição é ser feliz dentro da minha casa. Então, eu tendo esse tipo de vida, né, eu moro numa cidade tranquila. Tenho um serviço que eu acho que faço tranquilamente. Tenho uma família ótima. E o meu sonho é esse, manter essa felicidade. É é isso que é importante.
Você já tem netos?
Tenho dois netos. Tenho uma neta
E um neto. E como ele chama?

E o nome dos seus filhos?

Estão todos casados? não? Dois são casados e dois solteiros.
E qual o nome da sua esposa?

Eu achei interessante, né? A gente resgata, assim, algumas coisas da vida da gente, né? Então, o professor meu sempre dizia que o mundo são as pessoas. Se a gente quiser conhecer o mundo, tem que conhecer as pessoas. Então, a gente tem que deixar registrado para... Eu, como gosto de ler e tal, e já li muita coisa, aprendi muita coisa de... que os outros escreveu, deixou registrado, alguém vai ler alguma coisa, vai ouvir alguma coisa que eu falei. Faz parte da história, da dinâmica da história.
Então a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, está bem? obrigada!